Onde o senhor nasceu?

Onde? Em Juruti. Juruti. E E seus pais, o nome deles, seu

Eles trabalhavam com o que, seu
Eles eram agricultor.
Fala um pouquinho deles.
Trabalhavam em roça, agricultura, né, roça, essas coisas naquele tempo do atraso. Era o único trabalho Que o povo jurutiense aderia. Era agricultura. Trabalhar em roça. Então o produto era farinha de mandioca. Mas meu pai sempre era agricultor e pecuarista. Trabalhava na roça, mas nós tínhamos o gado, tínhamos o retiro, fornecíamos carne, o leite, e era, era uma beleza, sabe? É? a vida rural, é uma vida fantástica. Por aí nós fomos se criando. A educação naquela época, como você disse, meu pai foi o nosso professor. Homem exemplar, Deixou para nós exemplos de um bom cidadão. Não devia para ninguém, não roubava nada de ninguém. Trabalhava para não ser pesado a ninguém e nem desejar do que o outro tinha. Este exemplo ele nos deixou. <laughs> É por essa razão que eu, eu, eu lhe digo, quem quiser tomar o uma sugestão, venha aí. Essa mocidade daí, às vezes venho aí. É porque eu, na idade que estou, de oitenta e três anos, é uma longa história de minhas experiências que posso contar às pessoas e dar uma sugestão. Eu deixo um caminho exemplar. Eu criei doze filhos, casei com uma mulher, que também é minha mulher até o dia de hoje. Agora eu eduquei meus filhos, hoje são todos formados, hoje só a gente. Outros são cantores, são cantores, são diáconos da igreja, todos eles têm Então, uma família exemplar. Tem outros que são empregados. Um empregado na Bertolini. Outro Esse que chegou agora está empregado na Camargo. Lá em, em, em Jirau Mas por aí, na minha infância, sempre o meu maior aprendizado foi o trabalho. Olhe, você vê essas terras por aqui, todos dizem que eu quero ser o dono de tudo. Mas por quê? Porque de todos eu comprei. Comprei e paguei. Sabe de quantos eu comprei? De treze pessoas. Todos vinha. Olha a compra o meu terreno. Só que eu comprei. Tudo eu comprei.

Para todos. Não devo para ninguém. Tenho um patrão. E compro só de um. E não compro além do que eu posso pagar. <laughs> Quando chego lá, pago, ainda me dá guaraná, eita rapaz
Como é assim comprar de um patrão? Eh, eh
Eu compro a prazo.

Pois ele é meu patrão. Quando eu não tenho, eu vou lá e compro toda a despesa. Quando eu tiro o meu dinheiro, pago, compro de novo. Então, o meu trabalho até agora com essa idade é a pecuária. Tirei dinheiro de um banco, paguei o banco, sempre pagava antes do tempo, o gerente achava graça.

Não, comigo é assim. <laughs> Aí o que ele dizia, Seu

Só que agora eu não posso mais fazer isso por causa da minha idade. Meu filho trabalha com isso. Por causa da idade, mas é besteira deles. <laughs> Eu posso pagar. Então, por aí. Agora, a história de Juruti é uma história antiga, complicada.
Antes de falar dessa história

A minha mãe também. A minha mãe era uma mulher, não deixava. Criamos junto, era um exemplo. É por essa razão que o dia, tem um ditado que diz assim, tal mãe, tal filha.
Que lembrança o senhor tem dela?
Oi, minha irmã, a lembrança que a gente nem pode dizer. Porque a saudade. Ela faleceu em Óbidos.

Estrangulou naquele tempo, era mais atrasado. Quando eu levei ela, era, era o médico, era o, o médico, já também já morreu. Disse, olha, rapaz, não adianta mais, não tem mais jeito. O senhor já era adulto? Já, já era casado. Tinha a primeira filha. E olha, ela era um exemplo. A As mães de hoje, elas não exercem os cincos padrões que uma mãe tem. Primeiro, a mãe é a professora da sua casa. Segundo, a mãe é a profeta da sua casa. Terceiro, a mãe é o exemplo da família (voz embargada). Tudo isto minha mãe era Quarto, a mãe constrói a família. Agora deu para entender? Sei. Entende?

As mães de hoje, não. Quem tem a responsabilidade de ensinar os filho é a professora. E a mãe acha que não está sob a responsabilidade dela. Mas, enquanto que a melhor professora é a mãe. Que
O senhor lembra de algumas coisas que ela falava para o senhor? Fa, ihh
É por isso que eu sou feliz.

É? Então com
Quando eu fui para casar, ela dizia-me assim, meu filho, procure uma moça para você casar. Case com mulher solteira, nem com Porque a mulher solteira, ela não está, ela está acostumada com, com uns e outro. E E a viúva, porque o primeiro marido já criou ela, e para você acostumar ela no seu costume dá problema, Ela procure uma moça para você casar. Família.
Como é a mulher solteira e é
da moça? é a mulher da vida. Deu para entender? Pois é. Mulher solteira é a vida, é com esse, é com aquele. É solteira, não tem embaraço

Deu para entender. A Agora
E a moça? Ah
A moça, não. A moça, casou, o marido vai criar ela no costume. Aí eu fui pedir à moça, só que no na minha idade, o conselho da minha mãe era esta. Meu filho, respeita a tua noiva. Que o casamento abençoado por Deus é o casamento de honra. Você casar com uma moça. Respeite sua no, sua noiva. Depois de casado, sim ela é a sua mulher. Hoje não.
<laughs> E como foi que o senhor conheceu a sua esposa? Ahh Como foi que o senhor escolheu essa moça para casar?
Quando eu enxerguei ela e ela me enxergou, não teve jeito. Eu fui noi, me noivei de três vezes e não deu certo. Com outras moça Com outras moças. Agora eu nunca prejudiquei Enxerguei ela, ela me enxergou. Não <applause> não teve jeito. <laughs> Agora. Onde foi o? Foi, foi aqui em Juruti Ela é filha de Juruti a Agora, foi de de de vontade, de pai, de mãe, da minha parte, dos irmãos, do pai dela, pai dela, a mãe dela. O pai dela era meu pai, era minha mãe. e E minha mãe, meu pai era. Meus cunhados são meus irmãos. Nós somos uma família unida. Quando nós se encontramos, ô cunhado, eita, aquela alegria! Viu? A Outra coisa que a, a, a, a professora, como mãe, cria seus filhos. A nossa professora, que era mãe, ela dizia assim, olha meu filho, não brigue com seu irmão. Se você brigar com seu irmão, você vai ser um brigador, você vai brigar com outro lá fora. Não brigue eh. E nessa parte eu criei meus filhos. Segundo, os irmãos devem ser amigos um dos outros. Se, por exemplo, irmão que são inimigos, e aí? Como é que vão viver junto?
Quantos irmãos o senhor tem?
Eu tenho cinco. Cinco. Mas a olha, tem um que chora. Quando eu não vou visitar ele. Ô <applause> Tem outro, quando ele vem aqui. Ô Meu irmão. Se abraça. Você morreu em Manaus. Desejava muito que eu fosse lá, mas eu não pude ir Então, a união da família é que faz a felicidade. Ser uma família feliz.
Vocês eram cinco irmãos?
Cinco irmãos. E duas irmãs. Nós éramos sete.
Vocês eram em sete?
Sete. Olha, agora pois eu falei que a a mãe e a professora. Minha mãe chamava, olha, vem cá, minha filha. Ela cortava o pano. Agora vinha a Agora vem costurar aí a menina. Olhe não demorou, elas estavam fazendo calcinha. Hoje uma mora em Santarém e é de que ela vive é de costura, uma grande costureira Ela ia fazia vasilha de barro. Vem cá, vem cá, vem fazer. Depois elas já faziam igual, igual Porque a professora Hoje não, a nova era mudou tudo. Lá para lá que a professora, que quando vê, vê uma queixa da professora, a mãe ainda fica brabo.
Ah, é só porque esse é meu filho, é por isso, é porque é minha filha. Mas a culpa está em casa.

tudo, tudo. Lavar roupa. Chamar, vem cá. Venha, venha. Lavava uma roupinha. Ela dizia, olha, um dia vocês vão ter casa de vocês. Um dia vocês vão ter marido de vocês. Um dia vocês vão ser uma dona de casa. Deu para entender?
Sim. <coughs> e E e o senhor apren, e os homens aprendiam com quem mais? A Olhe. Além da desses ensinamentos da sua mãe, que o senhor falou. Com o pai. Sobre o trabalho.

O que é que o senhor aprendeu com o seu
Olhe, naquele tempo, os filhos eram obedientes.

Vamos, vamos. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos ver o gado, nós ia ver o gado.

Não, o dia a dia conosco, no do nosso pai. Quando o senhor era criança? Era Era de noite. De noite ele sentava, deitava na rede e contava uma história. E aquelas história. Por meio daquelas história dava uma lição para nó O senhor lembra de alguma? História eh Ele contava a história da de de Camões, ele também era um homem instruído. Aquelas história de imperadores, histórias assim. Sempre ele contava aquelas histórias. E olhe, quando ele chamava a gente e aconselhava, Viu? Papai dê licença. Olhe, veja bem como era. Papai, dê licença para nós ir na festa. Aonde? Lá na casa do fulano. Ele convidou vocês? <laughs> Vocês são convidado? Ein? Como é que vocês vão se vocês não são convidado? Olha A gente só vai aonde convidam a gente. Porque quem convida se responsabiliza pela gente. E quando você chega lá, você não é convidado. Se ele enxutar de lá, ele tem razão. Ah não, papai. Aí ele dizia, deixava, ficava lá Fale com o dono, fale com o dono. Olhe, veja bem como os filhos da antiguidade eram assim. Chegava fo, chegava lá, eu vim dar uma olhada aqui na tua brincadeira. Brincadeira não, o caso é sério. <laughs> A gente que falava assim. Brincadeira? Ah Aqui não é brincadeira, aqui o caso é sério. <laughs> era Festa, tinha que respeitar. É Então, ele aconselhava.
Que histórias o se, o senhor lembra de alguma história que, que marcou assim quando ele contava?
Não, essa história. Até hoje, até hoje, esse exemplo eu dei para os meus filhos. Eu não deixava eles estarem de casa em casa. Só se fosse mandado ou se fosse convidado. Era assim que meu pai dava. Jeová vá

Por exemplo, vá lá, não demore. Chegava lá, dava e já chegou? Já, papai, já Bem mandado. Ele dizia assim, Quem é mal-mandado em casa, lá onde você chega, você é mal-mandado. Se você é preguiçoso em casa, lá onde você chega, você é preguiçoso e ninguém vai lhe gostar. Se você for bem-mandado, se você for esperto, lá onde você chega, você che encontra paz, você encontra amor, ah você encontra porque tudo lhe gosta. É por essa razão. <laughs> Olhe, está aqui o sargento. O sargento quando chegou lá no exército, ele disse, papai, o que eu aprendi em casa, me serviu lá no exército. Quando era cinco horas da manhã, ele disse, olha, vocês querem beber leite, vão tirar. Eles já iam para a beira do curral, cinco horas da manhã, olha para soltar o gado cedo. Já para já estavam tomando o leite, já estavam para lá, eles tiravam o leite. Então, nesse costume, meus filhos estão. Outra coisa, não deixe sua filha dormir até dez horas.

Porque ela não vai prestar para ser uma empregada. Ela vai chegar fora de hora, Vai perder o emprego. Acorde cedo. Ein Além disso, acordar cedo é saúde. É movimento. Principalmente quem está na na fase de crescimento. Está fazendo, olha, por isso que eu ó, olha o braço, ó. Pois é Porque ninguém podia parar. Ninguém para. Então, foi um exemplo que eu deixei. Aprendi com os meus pais e ensinei para os meus filhos. Não mexa. Chegue na casa da pessoa, não mexa, não mexa. Olha, eu tinha uma filha que ela ficava, a primeira filha, se a senhora desse uma coisa para ela, ela não pegava. Ela pegava na mão da mãe dela, era a mãe dela que pegava dava Chega em casa, está mexendo para cá, está mexendo para ali, depois vai na casa do vizinho, está trazendo as coisa do vizinho.

É, à noite, é papai eh.

Durante o dia nós estava no trabalho

Olhe, no trabalho. Você, o senhor e seus irmãos?
No trabalho a gente não pode conversar, palestrar, né? Eh Coisa e tal, e cada dia trabalhava, coisa e tal. Chegava à noite, então. Porque ele era um homem que nunca gostou de de trabalhar forçado. Chegava quatro, cinco horas tomava banho, todo (estalo com os dedos) Agora, o almoço. Nunca ele deixou a gente trabalhar com fome. É prejuízo trabalhar com fome. Prejuízo. Se ele tivesse, ia trabalhar. Se não, ia procurar. trabalho. Ele gostava de quem comesse bem, mas trabalhasse também.
O senhor trabalhava com ele quando o senhor era criança?

Conta um pouco como
Olhe, era na roça. Hoje, a senhora procura farinha até... Aqui, tanta gente está passando fome, porque não querem trabalhar mais.
E como era lá, quando o senhor trabalhava com ele na farinha?
Na farinha, nós tínhamos. Ou na roça? Na roça, tudo bem tratado. A roça, para dar resultado, ela tem que ser tratada. planta, limpa, viu? Eu tirei dinheiro do banco para fazer roça para derrubada, plantio, limpeza e colheita. Faz o roçado, planta e limpa bem. Bem Paga a gente para limpar. Se não limpar, não presta.

Toma conta, fica tudo feio. Na colheita, a mesma coisa. Está limpo a colheita, tudo bem, tudo Fez o o empréstimo no banco.

Eu sou conhecido. Para quando você quer, seu bichinho? Quero para quatro, quatro quintais. Faça cinco, para dobrar, para sobrar para o senhor. Eu tirei, paguei, gente fizemos com, com doze sacos, eu paguei o banco. <laughs> Ainda fico rosa aqui. Ele achava graça.

E sessenta e cinco, por aí. Depois, agora, o banco mudou. Você não tiver avalista aí. E ninguém quer ser avalista.
O senhor falou que agora o senhor não pode mais
Não, por causa da idade. Ah. Por causa da idade.

Não posso fazer por causa da idade. A Acham que o velho não pode mais pagar o banco. Mas é besteira deles.

É. Tem muita coisa para contar ainda. Sim, sim Durante o dia, eu não entendi bem, o senhor ia trabalhar com o seu pai ou não?
O senhor ficava na Íamos trabalhar com o Roça ou em outras coisas? Conta. Veja bem, eh

Não tem criança rude, tem criança preguiçoso.

Foi sua professora? Olhe, eh o pai. Eu tinha uma prima, era o seguinte. A senhora fez uma pergunta muito importante. De noite nós trabalhávamos, de noite nós íamos para a mesa estudar. Nós estudávamos à noite, veja bem. Então, por quê? Porque nós tínhamos interesse de saber. Hoje não, chega da escola e joga ali.
Vem fazer teu dever, fulano, vem.
Como era esse estudo à noite? Com quem vocês estudavam?
Eu tinha uma prima, ela, ela, ela era muito inteligente. Ela tinha, não era formada, ela tinha quarta série, mas ela tinha muita experiência. E nós éramos, como se diz, aprendizado. Naquele tempo, nós tínhamos a senhora conheceu o paleógrafo? Pois era isso que nós Cada um se puxava para escrever melhor do que o outro. Era essa a discussão. Mas quando então a gente pega e se puxava, por isso que hoje não. Hoje não. O aluno tem que se forçar.
Como era assim? Conta um pouco assim. Olhe. Essa, esse momento.
Esse momento. De. Eh, eh, era assim, era assim olhe. Tinha o traslado. Era a cópia. Tirava uma cópia, fazia com o lápis a letra. A Agora a gente ia com a caneta por cima.
Faça igual, não é? Para borrar.

Não demorava, a gente estava escrevendo igual a cópia.
Letra, ele fazia assim, as letras maiúsculas e minúscula. Tudo com lápis. Agora a gente ia por cima. Demora, a gente está fazendo o a bonitinho. Hoje não, mas tudo feio que a gente não entende, rapaz.
Então, vocês, a escola, na verdade, era era nesse momento? É
Era nesse momento, à noite. Nós já éramos rapazinhos, mas nós tínhamos muito interesse de saber, tínhamos os livros, a gente tinha os livro. Tinha aquele Felisberto de Carvalho, Conheceu? Felisberto de Carvalho. Era o único livro de lindas histórias Felisberto de Carvalho. Nós tínhamos a matemática, tínhamos paleógrafo, tudo tinha. A, bê, cê, A, bê, cê dê, é, efe, gê, agá, i, já bê a bá, bê é bé, bê i bi , hoje a a soletre. Não sabe soletrar.

Não, a brincadeira sempre foi Eram? Sempre foi Assim. Irmãs e irmão, a gente lutava Formava bloco para lutar. Quando mexeu uma briga, nós era <applause> bom. <laughs>
Hoje não. Nem isso faz. Qualquer coisa. Ah, vocês, vocês
Não sabe se defender do outro. Eu tinha minha irmã. Ele pisava no pé do outro para Mas aquilo era, não tinha nada na mão. Então ele dizia que a arma do homem <applause> Uma chamada <laughs> Hoje não, a geração é Já está, não sabe se defender do outro. Tudo Mãe. Minha irmãzinha, uma vez nós pegamos uma briga,

O cara me pisou aqui. Foi a única parte Porque ele me pisou do lado.

Quando ele tornou pular, eu rodei, pisei ele aqui. Só dei nele de pé. Me pulava e saía fora. <laughs>
Ia na festa, ninguém levava um prego no bolso. <applause>

Saía briga nas festas?

Porque, muitas vezes a confusão. Por causa de dama. Ah por causa de <laughs> Por causa de dama. Na festa, começa logo namorar Às vezes, ela ia puxar a namorada, outro já ia, saía ia na frente.

Quando não pisava logo no pé dele. Ah, rapaz, aí o pau <laughs> Olhe, só que a dança daquele tempo era bonita. As moças, a vestimenta delas era bonita. Como era? Era Conheceu a saia serpentina?
Como era a saia serpenti
Conheceu a saia baiana?

Larga assim, largona Quando ela rodava assim, ó, ela fazia assim. Saiona bonita. Dançava que ela rodava assim, aquela saiona bonita que. Fazia a moça bonita. Ela podia ser até feia de cara, mas a vestimenta fazia ela bonita. <laughs> Fazia ela bonita. Então, uma vez eu, umas na igreja, uma moça começou. Digo, não, você é a princesa da igreja, você com uma vestimenta dessa, faça uma saia bonita, como você usa, senão você fica feia. Ela voltou, olha, beleza. Está vendo Hoje não, a Nova Era mudou tudo.
E a música, como era? Ah
Ah, música, se eu tivesse aqui <humming> lá, lá, lá
<humming> lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari
<humming> lá, lá, lá. Eh Não tinha isso aí, não. Ó

Tocava violino, tocava violão, tocava cavaquinho, tocava banjo, tudo ele tocava. Gostoso Quando ele pegava o violino, eita, aquela Aí, bis, bis, bis, tornava Estava meio Isso existia. Agora, três coisas não me deu prejuízo. Mulher, vício, viu? E festa.

Eu ia na festa. Quando Era eu vinha na festa, por exemplo, para cá, para cá, para o centro. Chegava por lá. Quando era sete horas, eu estava lá na fazenda. Deixava o cavalo amarrado. Três horas da madrugada, não. Tenho meus compromisso. <applause> Ficava namorada, ficava festa. Sete horas, não me deu prejuízo. Segundo. Nunca me Eu bebia, às vezes, vinho, cerveja e outra coisa. Cigarro. Eu tinha nojo de cigarro. Nojo de cigarro. Me fazia tonto, me fazia Então, não me deu prejuízo, três coisa. Então, a gente, o o o homem, ele precisa reconhecer, viu? O seu valor. Está certo. É como eu já falei. E os bons costumes fazem o bom cidadão.
E o senhor falou que ia para o, para as festas e saia de madrugada. De madu
Não, eu ia, chegava lá, por exemplo, eu ia na festa e chegava lá sete horas. E aquela aquele movimento da, quando era três horas da madrugada. Deixava tudo. O meu trabalho, o gado preso na fazenda.
E se o senhor, e o senhor andava à noite, assim, escuro?
Não, pegava o cavalo. Ah, o
Cavalo
E alguma dessas noites aconteceu alguma coisa assim

Eu estou lembrando agora das visagens que as pessoas. Ah, visagem não. Ah
A visagem, a senhora sabe que o que é visagem? Quem faz a visagem é você mesmo. O medo.
É mesmo
Olha, aqui tem uma visagem.
É sério mesmo.
Aparece um fogo. Ele voa por aqui, entra aqui, sabe o que é? Minério.

Porque aqui é é a, a ma, a bacia maior do mundo. Eles dizem que todas essas ilhas tem minério. Ali, aquelazinha tem minério.
O fogo é visagem não.
Mas como é que vira fogo assim, seu? <blows air>
Onde tem o minério, aparece o fogo. É? Aparece sim senhora. A a o Você vê um grito, aí você vê uma pedrada, aí é a natureza. Você que fica com medo, mas não é nada. Eu sempre conto o meu, o meu genro, trabalhou na mineração, lá tinha um grito. Mas era um grito que não tinha medo. Quando foi uma noite e estavam lá, eles eram vinte, na clareira, fizeram... Olha lá, veio o grito.

Todo. Vamos ver. Hoje nós vamos matar esse bicho. Veio gritando, veio gritando, fizeram fogo, ve gritou no meio deles e <applause> Não viram na
Ora bolas É a natureza.
E o que era? A natureza.
A natureza, ela é viva. Aí você vê uma conversa. Eh tinha um cara Era, ele morava no Juruti Velho. Eles trabalhavam na no Tapajós. Fazendo roçado. Eles eram quarenta Quando foi uma noite, ele foi caçar. Não estavam lá derribando o roçado. Onde estavam trabalhando derribando? E era aquele grito e pau caindo. Aí ele veio de lá, chegou lá, chamou o capataz Cadê o pessoal? aí dormindo. Mas rapaz, estavam derribando o roçado lá.
Ah rapaz, é a natureza. Tu quer ver? Quando foi no outro dia.
Então a natureza aí Então a visagem quem faz é, é o medo.

É porque ela grita, ela urra, mas não é nada. Olha aqui, dá pedrada na casa. Pêi Agora só tem do que eu tenho medo. É do mar. Ah Porque tem a cobra grande.
O mar que o senhor fala. É,o, o o rio.
Essa Amazônia aí tem umas cobra grande, brava aí, que correm em cima do povo. E se duvidar ela come. Ah, é? Tem Chama essa cobra? Cobra grande. Uma cobra grande, me contou um rapaz que eles mataram uma no, no Rio Negro. Eh Ela tinha quarenta e nove metros. A frente dela é a altura de um homem. E a lá o fim era bem aqui, era um toro. quarenta e nove metros. Ela tirava gado do do do ba, do motor, do batelão. Quando foi uma noite, eles pediram um uma ajuda da marinha. Esse rapaz trabalhava lá. Desse uma pesquisa, porque estava dando prejuízo. Escangalhava motor. Eles foram. Subiram no Rio Negro e enxergaram o fogo. Disse olha, aí vem bicho, ele deu uma ligada quando chega era o sargento, que era responsável pela metralhadora. Quando chegou, dizia, e acima de distância de uns cem metros, ele deu uma jarada. Sumiu o fogo. Aí eles foram no quartel, que estava aí o tenente veio, disse olha, rapaz, nós deu uma jarada no fogo. A altura, eles foram lá, de que altura?

Fez a pesquisa, pegou. Tá. Com três dia ela buiou.

Rio Negro. Rio Negro. Aí eles foram lá, pegaram a corveta, pegaram, meteram no rebote, chegaram lá, pegaram um um trator desses pequeno, não arrastou. Foram buscar um daqueles... Possante levou e disse, olha, conseguimos arrastar ela assim ó, de lado. Quarenta e nove metros. Quem quiser acreditar, a foto dela está no quartel em Manaus. Está lá até
E aqui no Rio Amazonas?
Tem, tem. Já teve histórias? Tem Tem, tem. Aqui tem o Sucuriju, filho dé Cá, cá, cá, fui para lá e com a galinha. <laughs> Olhe, uma noite,, fui subir lá no cajueiro, fui pegar a galinha lá em cima, onde quase duas braças. filho da cobra grande, porque da pequena que vem a grande, né? Aqui tem, mas é só que o pessoal aqui não duvida, aí a gente não duvida também, e eu não duvido de que eu tenho medo. Tenho receio. Olha, o jacaré. Aqui tem um monstro do tamanho dessa canoa. Tinha uns bode ali. O rapaz veio, olhe, matou a sua cabra lá. O desgraçado foi buscar ela em terra a cabra. Tirou um pedaço assim da. Estava lá, olha. Monstro, animal. Calculado, uns oito metros. É um crocodilo. Ele passou aqui, ó O menino atirou. Então, o mar, eu tenho mais receio da marinha a onça. Diz o meu genro que trabalha aí para para dentro, que já estão acostumados. Vão no carro, aí elas vão passar.
Você já encontrou uma onça pelo. Já
Já matei uma.
Como foi?
Dezoito palmo. Um tiro no pé do ouvido da bicha que ela. <laughs> A carga de uma canoa. Mas, Deus o livre, o pulso dela, quando que a gente atraca? O peito dela parecendo Tinha dezoito <laughs> Você estava sozinho? Não, tinha um companheiro uma balada no pé do ouvido com uma bala. Matei. Lindo, bicho. Aí no Para fora, no lago. Ela ia atravessando. Que bichão.

Aqui já comeu, o gado nosso. Ela anda aqui. Só que aí já está acostumado, né ela já comeu uma aí. Ela foi para ali, o rapaz matou ela lá na

Aqui. Só um minutinho.
Só aqui. faz aquela aquele aquela aquela bebida e quando ela está azeda, na cabeça do cara. E nós mandava fazer aquelas Aí naquela trabalho a gente, às vezes a gente comprava, que não sentia era aqui. Porque olhe, quando a gente é novo, a gente não sente. Nós trabalhava muito de noite, aí às vezes a gente chegava, teve vezes quando chegava com o gado ainda ia na festa. Porque nós éramos novo.
E aconteceu alguma coisa engraçada em alguma dessas. Não. Viagens aí?
Não, não. Graças a Deus, nunca nós tivemos problema. Porque nós trabalhávamos com cuidado. Era com cuidado.
Quantas cabeças tinha?

Você já conheceu aqui. Depois eu vou lá ver. Graças a Deus que não estava pedindo. Era muito
Era muito gado?
Era um bocado de gado.

Era umas cento e poucas. Tinha a do vizinho, ainda tinha a do vizinho. Quantos dias vocês levavam para? Olha, até uma semana.
E depois que e ficava no retiro?
Depois que ficava no retiro Lá junto não? Ficava, ficava. Eu ficava lá com o gado. Quanto tempo? Olhe, era, passava o gado em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Olha, nove mês. tinha que ficar lá, tomando con E ela chegava lá, uma, eh. Eita, cadê o leite? Está aí na panela, aquele leite gostoso.
E quem ficava com o gado esse tempo todo? Eu

Com mais alguém?
Por isso que eu não tenho medo de visagem.
Mas o senhor ficava sozinho? Só eu e Deus.
Nunca vi visagem, não. Esse tempo Agora tinha uma coisa. Era muito influenciado, porque tinha muito peixe. Pirarucu, eu matava pirarucu, como esse que meu filho matou. E eu pescava, então, aquela coisa tão alegre. Tinha ovo de tracajá, tinha filho de marreca. E tinha vez que eu, olha, é domingo, vamos pegar filho de marreca para comer. Conhece, né? Mas era, então era uma vida alegre. Eu não Hoje não, é diferente, porque não tem mais nada.

Olhe, tinha vezes que eu, eu ficava só mesmo. Só que em casa, nunca Porque tudo gostavam, uma um pecado que eu não tenho é ser escasso. A senhora chegava em casa, às vezes chegava, a pessoa olha, cadê o leite? Está aí, rapaz. Pode Pode tomar. Às vezes chegava, depois, cadê o leite? Está aí Aí, olha. Sabe, tira o leite, vai ti Iam para lá, tiravam, bebiam até não querer mais. Então, é é um, lá era uma vida alegre. A gente não sentia solidão.
O senhor ficava direto assim ou ou. Ficava

Para casa e. Ficava direto a Às vezes eu, olhe, como eu estou dizendo, o velho tinha os irmãos. Vai lá com o fulano lá na, vai dizer para ele pegar uns peixes lá para trazer para Tambaqui, tambaqui, era um era quantidade. Porque tinha muito peixe. Naquele tempo não existia malhadeira. Não. O que veio derrotar foi malhadeira. Porque quando deram com a malhadeira, pegavam para estragar. Era isso que aconteceu. Naquele tempo, não. Eu ma, eu matava pirarucu, ele mandava buscar. Quando não vinha trazer ficava lá. Eu não sentia na
E o senhor dormia como?
Ah, vinha em casa, dormia
Construía alguma, algum abrigo?
Não, casa lá era boa. Casa era boa.
Já tinha casa lá?
Já tinha casa, veio o velho. Ia fazer o seguinte, o velho iam para lá, vamos endireitar a casa. Depois de tudo pronto, então, entregava a casa. Eu, lá eu era o comandante. Tudo era comigo. Qualquer coisa era comigo. Sempre foi assim. Depois que apareceu a juta está vendo? Depois que apareceu a juta, aí ficou povoado.
Aí o senhor vai contar daqui a pouquinho essa história.
Assim era meu pai.

Certo. O senhor começou a transportar, assim, o gado e ficar esse tempo todo sozinho, cuidando, né? Eh Quando o senhor levava ele para o retiro, não é isso?
É, para o retiro.
Que idade, mais ou menos, o senhor começou a fazer esse trabalho? Olhe
Da idade da da, vamos dizer, da idade de de anos, dezesseis, dezessete, dezoito
E tinha algum conselho assim que, algum truque, alguma eh, algum conselho especial com o gado que seu pai dava para vocês?
Tinha. O que que era? Era o leite. Olhe, eu sempre fui cauteloso. Por isso que eu digo que eu que sou cató Meu dinheiro eu não jogava fora. Eu era ambicioso por causa de dinheiro. Olha, eu vendia leite três meses para Juruti. Outubro, novembro e dezembro. Olha o monte de dinheiro. <laughs> Então, olhe, quando eu fui para casar, eu ajuntei naquela altura. Quando eu fui conferir o dinheiro, eu estava com dezesse Era dinheiro de naquela época. Eu vendi dez garrote. Era três meses. Olhe, eu adquiria dinheiro para a passagem do gado, dinheiro para a a despesa durante o tratamento do gado, do leite. Então eh era um produto que dava certo e eu não tinha. E olhe era de remo. A senhora sabe que de lá de onde eu morava, para chegar em Juruti, é duas horas de remo. E eu ia. Acordava uma hora da madrugada. Eu tinha o relógio despertador, né? parara (imitando som do despertador) eita e pulava Quando era quatro horas eu saía. Leiteira de trinta litros. Tinha vaca leiteira que só Chegava lá, ia só entregando. Eita, o meu leite tinha fama, porque era leite bom, eu caprichava mesmo. Outros levavam, ficavam, mas o leite que saía era, era <sighs> coroca. Que que é isso? Leite lá do coroca. Que lá o o nome do do meu avô, que era um africano, o nome dele era coroca.

<laughs> Ele era preto e ainda conheci, ele era africano mesmo. Então chamavam Coroca porque ele era preto. Então o retiro lá ficou conhecido como o retiro do Coroca. Da onde é o leite? Lá do Coroca. Ah, Ah, é leite bom. Olha, eu quero dois litros, eu quero três litros, eu quero quatro litros. E não demorava. Ainda botava na unha. Mas quanto? A prova do leite, quando tem água, a senhora bota aqui e faz assim. E quando não tem água, bota aqui. Mas quando ele não cai? Pode fazer assim. Não cai ele. E botava na unha. Olha o leite do Coroca.

Olha, olha! Né? Então era esse eh, era esse o o produto.
E matava também? Era de, tinha de corte também?
Tinha de corte. Só que naquele tempo era difícil vender, porque não tinha matadouro, Juruti, né? Nessa altura era apenas um povoado.

Para a senhora ter uma ideia, tinha casa de farinha no meio da cidade, lá do povoado. Aquela mulher tá no, ainda conheci. <laughs> Ein Hoje é a diferença. E só não está mais bonito, porque o prefeito é um cara de

Olhe eu tinha a a a empresária daí da Camargo, era companheira Ela disse assim, olhe, o prefeito foi um besta. Quando ele, ele que, a a a empresa quis assinar o convênio com ele, ele dividiu o imposto e eles preparavam a cidade.
O prefeito anterior a esse? Sim
Não, esse aí.

Então, o senhor, vocês criavam mais o gado para, para leite?
Para leite, para leite, certo. Para leite
E como foi mudando isso

O senhor falou que depois não foi Ficou mais bom, que Que aconteceu? Depois foi mudando, depois Juruti apareceu um mercado. Aí eles já iam comprar de mim lá.

De onde? Compradores. Eu só avisava, olha, tenho um boi lá, tenho dois boi, tenho uma vaca. Eles já iam lá, os açougueiros iam lá. Iam buscar, matavam. Que época foi essa, senhor? Essa de mil no, mil e e oitenta para cá. Não faz tempo. Matavam gado aí na frente, não tinha matadouro, matavam gado na rua. Às vezes matavam lá. ainda deixava o miúdo para mim e levavam só a carne Apareceu essa facilidade. Aí fui, fui mudando. Tinha antes não, era preciso você procurar, não quer comprar uma rede, não quer comprar uma rede, não, não posso, não, eu não quero.
E o senhor disse assim, eu a continuo porque eu gosto. É É, gosto, gosto. O que é que acon, foi acontecendo que foi ficando assim como o senhor está falando?
O que a, que está acontecendo? É
É, o que foi acontecendo para não valer mais a pena, como o senhor disse. Eh
É, é coisa, é o preço. O preço. Olhe, quatro reais para entrar.
E esse preço caiu tanto por quê?
Porque tem muito. Naquele tempo, minha senhora, era, era, agora tem muito gado. Oriximiná tem tem estoque de gado. Óbidos tem estoque de gado. Viu, tudo tem. E aqui em Juruti, curral cheio, tem que ter vez. Tem vez que o gado passa até semana lá para matar, para pegar a vez dele, porque tem mui Naquele tempo, não. Era era pouco gado.

Olha, é daqui mesmo. Daqui mesmo. Daqui mesmo. Daqui já foi umas quatro vezes que o rapaz comprou, trocou e já foi para lá.
Agora, o senhor estava dizendo, eh Juruti teve uma época que teve bastante criação ou não?

Teve época que não tinha. O que tem agora, não tinha. Agora tem muito gado.

Todo tem.

Olhe, toda desde lá. Da Amazônia, assim, era passando no verão, é tudo é casa de criador. Não tem fazendeiro, tem criador. Mas um tem trinta, outro tem quarenta, outro tem cinquenta, outro tem cem, outro tem duzentos, outro Agora amontoa isso.

É muito gado.
O senhor falou que teve uma época que diminuiu por causa da juta, foi isso? Ah
Ah, olhe, a juta. Eu entendi isso. A juta, eu vou lhe dizer, a juta ela veio trazer até um um, uma boa atividade. Na época da juta teve muita saída. Tinha os japoneses aí que trabalhavam com muita gente, eles compravam gado da gente para comer no trabalho. Eles iam lá no curral, vende vaca. levavam, matavam para o trabalho. Deu certo.
A juta não atrapalhou?
Não atrapalhou. Não Não atrapalhou. Agora, depois, a a a juta, como estou lhe dizendo, quando apareceu a juta, apareceu gente. Tinha vezes que minha casa ficava cheia de mulherada. Trabalhavam na juta, capinando aquelas mulherada. Eh dia domingo, iam lá pedir leite, beber leite e era aquela. E apareceu gente. Aí o lá onde eu moro ficou povoado Tudo aquilo, aquele mundo era gente trabalhando. Então apareceu muita gente. Então a Juta, <inhales> ela veio trazer um bom impulso.

Apareceu o dinheiro, apareceu a a a facilidade do comércio. Eita, apareceu. Está vendo?
E para a pecuária foi. Agora a pecuária.
Não, a a pecuária era o seguinte. Naquele tempo, agora que não prestou mais. Mas eu eu fazia o empréstimo no banco, como eu já lhe falei, para limpar meus campos. Eu aguentava o gado, tirava o dinheiro do banco, pagava, fazia a limpeza tudo, pagava pessoal. Quando chegava no tempo, eu vendia o gado e pagava o banco. Viu? Agora não, porque agora não dá mais, porque é preciso avalista. Mas por quê? Viu? Porque o mau costume, como já lhe falei, faz a pe, o mau cidadão. Teve gente que não pagou o banco. Como eu estive lá com a, com a gerente ela, aí a moça me explicou. Disse, olhe

Dezoito pessoas que tiraram dinheiro do banco para a juta, só quatro que pagou. O resto ficou tudo aí Então, por essa razão que o banco está. Está vendo? Então, um arruína a situação. Mas naquele tempo, não. Chegava principalmente para a pecuária. Agora está difícil, porque o banco não se fia mais em ninguém. Agora eu fui lá, estive a última vez, bateram, papapá, não devo nada. Tem que avalista. Bate, bate, bate.
É, só para a gente, eh, porque é uma história importante de Juruti, né? É Só para eu entender, quer dizer, quando, na época da juta, a pecuária continuou do mesmo jeito ou ou teve algum, ou alguma coisa que prejudi
Não, ela ela, como eu já lhe falei, ela deu um bom impulso. Porque aí o gado teve o valor, teve saída. Apareceu o dinheiro e apareceu o consumo. Apareceu o consumo

Pecuária. O senhor cresceu, como o senhor falou, o senhor já abriu os olhos e já estava lá.
É, já estava lá. E até hoje o senhor ama esse trabalho. E eu, olha
Se o senhor tivesse que que dizer assim, eh, de tanto que o senhor conhece esse trabalho, algumas coisas assim que só o senhor se, sabe dizer da da pecuária, do do trato com o gado, sabe aquela...
Aquela coisa especial que o senhor está lá e e A senhora sabe qual é a qualidade. Só daqui que saía novilho bonito, era do meu gado
Mas o qual era o seu truque?
Não, era com, era inverter, é introduzir o reprodutor. Introduzir o quê? Olha o o reprodutor. Como assim? O rebanho. Olhe, naquela época, ainda era, iih, todos se admirou e disseram que eu era louco. Eu comprei um mamote, por vinte e dois mil. Vinte e dois conto. Disseram que eu estava doido. Foi o ma, o maior novilho que essa região conheceu. E desse tempo, o meu gado ficou beleza, gado graúdo. Todos se admiravam, e era só daqui que saía garrote bonito e todos queriam comprar. Por causa da qualidade. Eu tinha um novilho que era um monstro.

Mas quando ele enxergou, ele ficou leso. E ele só sossegou quando ele levou Era um novilho preto que tinha gosto o bicho. Eh Então a qualidade, viu? Tinha mamote com com um ano e meio, pesava cento e setenta quilos. Então a qualidade. Qualidade? Qualidade. Qualidade do quê? De gra graúdo. Gado graúdo. Novilho pesar duzentos e vinte quilos. Viu? Duzentos E trinta só gado, ou Hoje mudou, hoje Entrou a raça. O tal de sianês. É um gado forte. É só carne. Você olha. Agora entrou o Nelore. O Nelore só serve para criar.

Brabo, brabo, brabo. Nossos bezerro, mas põe a corda. Porque ninguém tira leite. E o senhor
O senhor lembra de alguma história assim que o senhor teve que ficar valente mesmo com. Não.
O trabalho de gado, você precisa ser valente. Se você for frouxo, <laughs> você não. Você Melhor não se meter, ó. <laughs> Agarra um mamote desse e eu agarrava um mamotão desse e e aga agarrava mesmo. Então, o o o, o camarada para trabalhar com o gado, ele tem que ser valente. Se ele for medroso, ah melhor ele não se, nem ir para lá. <laughs>
Como é que o senhor conhecia, assim, os os os os animais, assim? Tinha alguma alguma coisa assim que o senhor percebia de um e de outro?
A gente tem que, tem que conhecer o gado.

Vai conhecer qual é o manso, qual é o bravo, Qual é o coiceiro, hein? Hoje em dia, se você passar e embarrar numa Nelore, você vai pegar um pisão. Vai, porque pisa desconforme, o Nelore.
O senhor tinha algum assim, que o senhor teve um carinho especial?
Ah, tem. Tinha.
Conta para a gente.
Esse que eu estou lhe dizendo, foi o maior novilho que que essa região conheceu. Tudo tinha inveja dele. Era tão manso, E aonde uma vez ele fugiu, lá do retiro, para cá, bem ali, lá está aquela casa.

Seu Antônio, eu vim buscar meu novilho.

E tu vai levar esse bicho, Brancão, que ele me chamou. Tu vai levar esse bicho, Brancão. Olha lá o que tu vai fazer. Cheguei lá, joguei a corda nele, fiz a cabeçada, Botei na na reboque do ca <laughs> Aquele monstro, o bicho! Era manso de fazer, puxava com aquele. Manso, manso, manso Ninguém era bonito, o bicho. Então dava inveja. Então o gado eh, precisa ser valente. Se você ter medo, Eu não tinha medo de gado, mas quando Eu era perigoso mesmo. Eh, eu vou lhe dizer. Quando eu pegava um bezerro assim, fora do lar, eu peiava ele, botava ele aqui nas costas, ia levar no curral. Pêi. Porque eu tinha pulso Meus filhos são assim, olha, cada machão. E então, olhe, e outra coisa, não, eh, não tem medo. Eu era amansador de cavalo bravo. Todo tinha medo de cavalo bravo, mas eu não tinha. Como é que o senhor fazia? Não pulava

Era amansador de cavalo. Era Agora, eu. Segunda coisa. Cuidado. Cuidado. O gado é manso, você é valente, mas tenha cuidado. Por que? Porque se ele lhe dar uma chifrada ou lhe der um pisão. Eu vi o camarada pegou um pisão na boca. E outro camarada foi tirar o leite da vaca. Vaca manso, ele se fiou demais, é cuidado. Quando ele meteu a mão que tirou, ela fez assim. Meteu o chifre bem por aqui, ó. Chac. Ele ficou espetado. Vaca mansa

Eu acho que o descuido, ele se fiou muito. E ela tinha outra coisa. A vaca, quando você vê uma vaca do chifre muito apontado, pega a serra e Porque a arma dela, o chifre, a arma e o pé. O bezerro Nelore, ele pisa com os dois pés. Vai passando ali. Então, eu cuidado. Valente, mas cuidadoso. Durante o tempo de trabalhar com gado, eu peguei um bate de um garrote bravo, porque os companheiros eram frouxos. Eu botei eles para trás, numa corda. O o garrote era bravo mesmo. Era um garrotão. Passei na frente. Quando eu passei na frente, que soltaram o garrote ele voou em cima dele, aí eles soltaram a corda. Porque quando eles gritaram, que eu olhei o bicho, <applause> pá que me jogou lá. E eles, lá, deixaram a corda. Mas, rapaz, pô, mas os homens são frouxo, deixaram a corda. Foi que me bateu. Falta de de cuidado e <laughs> O que que é deixar a corda? É soltou

Eles agarraram e soltaram. Aí o garrote, mas ele era bra Quando eu nem esperei, ele me pulou dentro da costa. Eu quis sair mas quando O garrote, viu? O garrote, ele é diferente da vaca. A vaca, se ele, ela coisa, você defende, ela passa. Mas o garrote, se ele coisa, você defende, ele acompanha. E pega. Essa é a diferença. Pior diferença da vaca Foi a única coisa que eu peguei
Eu soube que o senhor tinha uma vaca, ca cabra seca, cobra. Cobra seca.
Tudo gado tem nome. Todo gado tem nome. Na fazenda aqui tem a Mansinha, viu? Tem a Araçatuba, tem a Nelore. Tudo tem <laughs>
Mas é a raça ou é o nome de cada um?
Nome, nome Na fazenda tudo tem nome. Cada um tem Cada tem um nome. Tudo por aí tem nome. Olha, tinha um, um fazendeiro aí. Ele chamava pelo nome. Tira o leite. Fulana. Muuu Ela já vinha. Tirava daquela e Fulana. Era assim e não mudava. Ele não mudava. Chamava pelo nome. Fulana. O gado acostuma. O gado conhece, o gado. Agora, o gado quer carinho. Ele eh, pode até ser brabo. Mas se você acarinhar, ele fica manso Fica domado, não fica manso Aí eu tenho bezerro, você passa perto dele, mas põe a corda nele Aqui o o Renato ia tirar leite, mas eu achava graça Prendia o bezerro, quando ia soltar o bezerro, testa, né? <laughs> Ah Até que ele conseguia. Bá Então, cuidado.
Se eu não ponho a corda? Se eu não ponho corda?
Põe a corda sim. Põe a corda. Põe a corda. O gado sem a corda, você não leva. Só se você, olhe, tinha um ladrão aí. Ladrão profissional. Ele não precisava corda. Mas ele tinha parte com o cão. Ainda é vivo, esse peste. Chegava numa rês e pegava na na orelha assim, pegava... Bora, bora, bora. E ia na outra, bora. Ele é ladrão fino. Ainda é vivo esse peste. Aí, Mas. Tinha um búfalo do Amaralzinho, que o búfalo é a pior fera que tem. Quando ele é bravo, ele é traiçoeiro Se amoitou. No rio E agora, quando ele gritava, ele saía lá e já vinha. E o pessoal. Você defende. Aí foram chamar ele. Vamos lá. Olha, tem corda Chegou lá, gritaram, o bicho saiu, ele só. Fiz assim, fui, chegou lá, pegou, botou a na costa do boi, vamos embora, vamos embora rapaz, vamos embora. Chegou lá, meteu a corda, está aí o boi. Ladrão fino. E a
E a sua cabra seca? Cobra seca? Ah
A cobra seca era uma vaca que não teve jeito. Ela era boa de leite, boa criadeira, mas era velhaca. Quando ela estava de filho novo, muito velhaca. No Curral ela era uma beleza. Mas para ela ficar no curral, tirava leite das outras, deixava ela por último. Se tirasse primeiro dela, ela começava querer furar e Quebrava e ficava olhando. Eu botava pau no pescoço dela. Acabei vendendo porque não. Era cobra seca.

Por quê? Foi do primeiro dono. Cobra seca. E o cara me empurrou ela por causa disso. E ele ainda disse, eu vou dar essa cobra seca para o, para o Brancão, porque ela tirar a catinga dele. <laughs> <laughs> E não teve jeito, acabei vendendo a peste
O que que é isso, tirar sua catinga?
Tirar o o o, a a, o o o meu hábito, eh, eh, tirar aquela aquelas aquela aquelas fi fiança de trabalhar, só acostumado com gado manso, então <laughs>

Se aparecer um bravo no lote, tira logo ele, antes dele te matar. Porque quando ele é bravo, ele é traiçoeiro. Ele é traiçoeiro. Se você cair na água, ele cai atrás. Cai, sim. Mergulha.

Não, olhe, o gado, como eu já lhe falei, você precisa gostar dele. Pode fazer o que fizer, mas se você gostar dele, você atolera ele. Você desculpa ele. Às vezes a vaca faz besteira, às vezes Olha, nós temos uma uma novilha muito bonita. Mas quando ela quer passar para outro cercado, pois ela fura e vai lá Mas é bonita. É mansa Tolera ela. Tem isso. Você tem que pa paciência. Cuidado, paciência. <laughs> Paciência. Não lambe o gado. Tinha um fazendeiro que se o, se você lambasse uma vez, ele ia jogar do curral. Não, o gado, a gente tem que ter amor no gado. Você tem que adomar ele, para ele gostar de você. Você enxergar o gado, ele vem para sua banda. Mas se você escorraça, você panca, ele enxerga você ele corre de medo. Vem com a gente. Viu? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a a criança escorraça, escorraçada?
Ela vai ficar revoltada.
Revoltada. Nós aprendemos assim. Escute bem, deu deu para essa fase aí. Se a mãe, se a outra pessoa agride a criança, por quem ela chama? Mãe, ai mamãe, corre para a banda da mãe. E se a mãe agredir a criança? Ela não vai Não tem mãe, ela fica desesperada, ela fica, é capaz de ficar lesa. É essa a razão de o japonês. não ralha com o filho dele, não espanca filho dele, não. Porque a criança escorraçada, ela fica, prejudica o o intelecto da. Mas
O senhor ia falando então do gado?
É, e então o gado é assim. Você tem que domar ele, tem que que a ada a a a a adormar ele, tem que querer bem, carinhar ele, tenho vaca aí que a gente. Né, acarinhar ele, aí ele fica Você entra no curral e ela arreia a orelha. Viu? E aquela escorraçada, você entra no curral e ela fica. Até tem medo da gente. Então, é é é uma coisa muito interessante o trabalho com o gado. Você tem que ter paciência com o gado. O vai, o foge, o vai buscar. Vai para ali, eu vou a busca. (sussurro) Se você não tiver cuidado, morre bezerro de de de Morre bezerro sem mamã. Porque tem vezes que a vaca dá cria, o bezerro não pode mamã. Se você não tiver paciência de mamentar. Olha, teve vaca que nos primeiros meses era um trabalho. Porque elas tinham muito leite. O bezerro mamava num bico, ficava. O resto tinha que. Tirava, baldada, jogava na água e. A gente joga na água. Era até ele conseguir dar conta do leite. Era uma paciência. Paciência. Às vezes, enjeita. Enjeitado.

Quando aparecia enjeitado, ele matava tudinho Matou oito deles. Ele ficou bravo. E nós não. Quando enjeitava, a gente fazia mamãe em outra, a gente criava enjeitado em outra vaca. Porque a gente queria ver ele, que aonde está o lucro da gente é no bezerro. Se a vaca não der cria um ano, dois anos, é prejuízo. Nós tínhamos uma vaca muito bonita e grande, uma Nelore Três anos não, não deu cria. Aí o filho tirou vaca Você olhava, mansa que era uma beleza. Era prejuízo. E se ela morresse? Não deixava a descendência. Então o o cuidado, o lucro da gente está no leite e no bezerro. Do bezerro que vem a vaca, do bezerro que vem o o boi. Olha, este ano nós perdemos cinquenta e duas vezes. É Uma, ô meu Deus, mas foi teste Então o lucro da gente é preciso a gente ter paciência. Olhe para ve, veja bem, para inven, para vender um boi inteiro é três anos. Veja o que eu estou te dizendo. Nesses três anos você faz despesa, você paga limpeza de campo, você paga o medicamento, paga o cuidado, o trabalho com três anos que a senhora vai vender, ainda vende por quatro reais o quilo. <laughs> É porque a gente gosta do gado. Viu? Mas quem não não tiver paciência, é não se meta. <laughs>

Ah, a rabeta ela trouxe uma grande vantagem. Grande vantagem. Tanto ela prejudicou um um pouco, porque você sabe que o pessoal de agora, de braço fino, Porque o o remar é uma física muito boa para o ser Quem rema, faz. Porque o remo, ele faz uma em todo o corpo da gente. E a rabeta não rrrr. Agora até para ir pescar. rrrrr Vai para Juruti rrrr Então a tecnologia, ela trouxe uma facilidade. Viu? Mas, por outro lado, é o que estava trazendo a caristia. Porque quando a gasolina sobe. <laughs> Agora a senhora não anda mais a, na rabeta, na mota. Não demora E de antes não. Era em Juruti não servia. Agora não se pode andar. Foi o que a juíza disse. Uma uma cidade tão pequena como Juruti, tanta rabeta, tanta moto. O senhor falou da moto e da rabeta.
Tem alguma coisa a ver uma com a outra?
Tem. Por quê? Porque a rabeta, ela não dá prejuízo. Olha, essa minha aqui passou um ano no fundo. <laughs> O o o

Outro motor... Passou, achei ela. Nós tiramos E a moto, não. Se ela der pá, ou morre o que vai em cima dela, ou mata quem está lá adiante.
Então a rabeta, o senhor falou que não dá preju
Não, não dá prejuízo. Só dá, dá gasta. Porque gasolina, olha, daqui para ir em Juruti é dois litros.

O senhor vai com ela até lá?

Daqui para lá é quarenta minutos. Olha, o menino foi cedo lá, foi comprou gelo, antes de vocês chegarem a gente estava aqui, ainda fui buscar vocês lá. E eles saíram daqui já era dia Então é uma facilidade. Onde o senhor pegou a gente? É lá Juruti é lá a cidade.
O senhor vai até lá com a
É, eu saio aqui ó, pego aí e vai embora. É bonito aí que é só limpo. Aí é um trânsito, é motor grande. Agora que É noite e dia motor aí. Subindo e descendo. Aqui para cima tem uma cidade. Eh, eh Juru Juruti Velho Tem uma cidade bonita.

E dá para ir com a sua rabeta? iih

É motor grande lá. É tem
Quanto tempo daqui lá?
Daqui para lá deve dar umas... De rabeta deve dar umas duas horas. É meio longe. E o senhor vai de vez em quando até lá? A gente vai. Eu tinha um motorzinho um de centro. Agora aqui sou só rabeta. Nós íamos, ihh, íamos muito dentro.
Desde quando o senhor começou a andar com rabeta?
Olhe, está fazendo uns, uns espera aí. Uns três anos. Porque eu tinha motor de centro.
O que que é isso?
O motor de centro é o motorzinho dentro do. Tem o o casco, né? Senta o motor bem no meio e vira de manico lá. Este é rabeta, este é chicote, né? Rai E o motor de centro é de manícula. Eu tinha nove sentado num casquinho, andava que era uma beleza.
E dirigia diferente?
Diferente, aqui na... Parece carro, né? O Leme lá atrás. Nós dirigia essa aqui, ó. Tem a a, tem a roda de Leme, né? Tudo bonitinho. Tem o cabo que dá lá. Sobe aqui e só vai. E anda aqui na proa, né?

Ambos. Ambos. Olha, tem esse grande aí da Associação. Beleza esse barco. Só uma ligada.

Desde criança. Desde criança, como estou lhe dizendo. Era no remo. Eita, no remo. Nem se sonha Mas eu vou lhe dizer que os antigo já tinha gente que profetizava para os dias agora. Veja bem como a o, como o ser humano é. Ele pode ser analfabeto, ele pode morar lá pelo mar. Minha avó, minha avó mulher desse africano, tinha minha avó. Tinha outro avô da minha avó.
Ele dizia assim, é meu filho, vocês ainda vão ver ferro falar <laughs>
O rádio. Olha só
Vocês ainda vão ver ferro voar, meu filho.

Não, não, nunca fiz isso. Quem faziam as canoas? As canoa a gente compra. Aqui em Juruti tem uma uma oficina de canoas.
Mas quando o senhor era criança?
Quando era criança, eh o o meu pai, ele fazia. Ele fazia. Só que eu não aprendi. Mas eu digo que se eu experimentasse, eu fazia. Olha, tem esses cascos bonito aqui. Daí faz uma canoa. Então aqui em Juruti tem um um carpinteiro que faz, o seu Chico ali. Faz de todo esse pessoal ele faz aí
Ele faz?

Tem aí do da, dentro do projeto, tem aí ó, meu filho tem uma ali, o vizinho fiscal tem, todos tem uma rabeta do projeto. Ah
Aí o senhor, o senhor sempre remou? E quando começou a andar com esses barcos, vou chamar de barco, com motor, qual foi a sua sensação assim?
Não, a sensação que eu eu tive foi a tranquilidade. Está chovendo, eu puxava o encerado. Bora, vamos embora está chovendo, vamos embora
E com a canoa?
Com a canoa, não tudo. Era um batelão de oito metros e meio. Arriava a sanefa, botava a família ia lá.
E o que que é isso que o senhor acabou de falar?
A sanefa, sanefa, não sabe o que é sanefa? A sanefa está ali, olha. Como Aquele arriado, se amarra aqui, aqui está amarrado, e arria. Nós vamos comprar para cá, ó. Sanefa de de arriar. Plástico, né? Assim é do motor, olha, aqui está a sanefa. Está ali, é tudo arriado aqui, e grande, ó. Sim. Tudo é a sane, sanefa de de encerado.

E o senhor disse que com a rabeta foi mais tranquilo.
Eh, a rabeta é na facilidade. Agora tem uma coisa. Você vê a chuva, você pega a chuva. A não ser que tenha sombrinha. <laughs> É. Não tem sombrinha. Às vezes pega a chuva, você tem que encarar a chuva mesmo.

O senhor falou que tinha mais tranquilidade, então. É, mais tranquilidade, o motor de centro, porque vai na sombra. Tem o toldo. Olha esse motor grande dali, se for para Juruti, pode chover, pode dar sol quente, temporal lá, assim o motor de centro. Agora essa rabeta, porque anda ligeiro, né? Agora a gente, você tem que ter o que? Encerado, para cobrir. Mesmo a chuva cobre a bagagem, Tem umas, umas veste de plástico.
Afinal, o senhor gosta mais mesmo de qual?
Olhe, é do re, da rabeta. Rabeta porque eu eu até vendi esse, o meu motor de centro, eu vendi e comprei uma rabeta. Já adquiri três rabeta com essa. A primeira, a segunda, minha filha nós fomos para Juruti, eles foram para Juruti e deixaram lá na beira, roubaram Que só tira, roubaram a rabeta.
Nós vamos trocar a fita, tá?

Mas desse, desse lugar todo que o senhor navegou já, desde a sua infância, que que o senhor tem para contar para a gente?
Olhe, desse lugar aqui, eu tenho uma história para contar. E todas, em todos esse esses, essas áreas que a senhora está vendo, o vale, a terra firme, tem um princípio. O cuidado.
Por quê?
O cuidado.
Mas por quê? Cuidado com o quê?
Aqui tem o surucucu. Cobra venenosa. Cuidado! Aqui no mar tem a arraia. <laughs> Ali meu sobrinho, foi lavar a malhadeira lá na porta ela <applause> Pá, no pé dele. Conhece a arraia? Pois é. Isso eu já peguei, peguei oito. Olha Peguei aqui que varou para cá, peguei aqui que varou para
Arraia?
E isso que é o cuidado Isso é uma história que olha Cuidado, olha a arraia, hein? Olha a arraia, porque senão, hein? O remédio dela é o grito. Como assim? Grita de dor. A senhora grita sem querer, chora sem querer, fala língua de de sem querer, chama pai e mãe, chama sem querer. Porque dói, dói É isso <laughs> que eu estou lhe dizendo. Eh Aí aqui o menino, olha, cuidado com a arraia, porque aqui tem, aqui tem. Tem. pega ela Então é o cuidado, porque a arraia ela dói, mas ela passa a dor e é duas horas para passar. Agora a doença é três meses. É? Porque se inflamar fica um buraco, que ele é muito profundo. Tem que ter o remédio para ele vir sarando de dentro para fora. Se a senhora botar o remédio aqui, tapa, aí apostemos. Aí inflama. Mas é um tratamento rigoroso. Eu peguei esse aqui, ó. Eu levei três meses que eu não andava.
O que que o senhor passava para para sarar?
Olha, o remédio dele. Injeção de terramicina, primeira coisa. Injeção de terramicina. E a sebo de holanda. Conhece a sebo de holanda? Aquelas vela assim. Tem no comércio. Tem sebo de holanda? Tem. Quer saber da vista? Enxerga bem? Quer enxergar bem? Quero Sebo de holanda. Ah, é? A senhora compra a sebo de holanda e toda noite passe na sua fonte. É o meu remédio, por isso que eu leio de noite e enxergo Leio de noite, eu tudo não leio. Meu filho já não lia, eu leio. Até conheço. Sebo de Holanda. Toda noite, moço. Pode perguntar lá no Santana. Tem sebo de Holanda?

Umas velas Até tenho aí. Toda noite, sim. É muito bom, porque a a falta de vista é fraqueza. A a menos que tenha catarata, essas coisas, mosca volante, essas coisas, mas se for a Então são os remédios da da arraia é a injeção. São três injeção Quando tinha aquela que a senhora sabe, a cantiga da penicilina. Não sei. Não sabe? Penicilina cara cura até defunto. Petróleo grosso faz nascer cabelo. Penicilina cura até defunto. <laughs> Petróleo grosso faz nascer cabelo. <laughs> Então é a Agora já tem a tiramicina, tem a benzetacil, se lhe ferrar, outra coisa. Corra lá para o hospital. Chega lá a enfermeira, pega a pinça e tira toda aquela gosma, que é o veneno. Aquilo que faz inflamar. Depois eh a minha filha é enfermeira.

Ela pega, tira, tira tudo aquilo. Porque ela anestesia, né? Tchá, adormece aí ela limpa tudo, tira aqui.

Pronto. Agora a dor.
Ai, mamãe.
Eu fui varar uma canoa assim com o o piloto. Eu passei. Tinha uma poça d'água ali. Ela pegou aqui, assim, expirava sangue parecia de pescoço de galinha. Aí ele gritava, compadre
Ai, mamãe, ai, mamãe. <sighs> Ai, compadre, eu quero cagar, compadre
Mas da, <laughs> rapaz, dava para rir, mas. Mas com a perna por cima, assim, não Então, a doença, cuidado com a arraia. E tem aqui, tem lá, tudo tem, tem. Isso é perigo. <laughs>

Quando o senhor vai caminhando por essa água toda, o senhor conhece há muito tempo esses caminhos. É, eh É. Tem algum sentimento assim que o senhor, né, guarda assim dessas águas?
Não, olha, aqui o sentimento que a gente preservava antigamente, Antes de de aparecer a preservação da do meio ambiente, aqui era fome. Era o quê? Fome. Fome? Não tinha mais nada. O pessoal invadia, colocava malhadeira e limpava o lago. E hoje eu não quero que aconteça. Por isso, um dos meus filho é fiscal, tem os fiscal, topou malhadeira é para tirar. Tem o tempo determinado, é mês de agosto suspender tudo com Para gente não voltar para o que era, que não tinha nada quando Olhe, este ano, se a senhora viesse no verão, muito peixe.

Porque a preservação foi efetuada. Então a gente fica assim, não, não quero, que olha, senão vai voltar para o que era. Não, olha rapaz, De antes não servia nada, agora não. Então é isso que eu ajudo. Preservação. Depois que foi a tarrafa, aqui a tarrafa. Malhadeira não. Tarrafiada Vinha de Tarrafa de Tarrafa.

Uma aqui. A tarrafa não teria

Por que a tarrafa pega Porque o que ela pega, né? Tcha e não escorraça o peixe. Tcha pega, por exemplo, pega dez. Eu ia com o Renato, nós pegava dez curimatá e dava para o almoço e janta e E a malhadeira não bota, você pega cinquenta, cem e ele tira tudo e acaba. A eh aí, ó, Pirarucu, Sorubim, depois que apareceu a preservação, houve a fartura, a tranquilidade, como eu estou lhe dizendo, do do do Tracajá. Agora, mais Deus o livre. Tem o camarada... Caiu na besteira, pegaram aí Deu uma para para acertar. Foram chamado E a senhora sabe quanto é uma multa de um tracajá? Trezentos pau. E se ele não for para cadeia?

Ele é do Ibama. Ah Perigoso. Então a preserva preservação deu certo.

E a gente fica tranquilo. Agora não Em Posturula, olhe Capivara. A senhora passa ali naquele, veja lá. Monte de Capivara que tem quantidade, é da comunidade. Está na preservação. Num mês já chegou nossos ouvidos que teve uns que atiraram a capivara para estragar. Ela morreu, mas parece que já foi feita a reunião. Para não fazer isso. De antes não servia nada, nada Olhe isso aqui, ó. Pirarucu Não servia. Porque eles pegavam de circuladeira. E topavam o peixe
A a a escassear? Eh
Olha, está fazendo uns dez anos. Já tivemos reuniões.
Mas e depois, quando é que começou a voltar?
Foi de dez anos para cá. Começou a voltar? Começou a vol
Mas quando que começou a ficar sem que começou a É, porque não era proibido. Mas quando que come, quando o senhor era criança?
Não, já foi de um tempo para cá. Deve estar fazendo uns vinte anos. Teve gente aí que ficou rico. Porque não era proibido. Tem um tal de judeu. Ele tinha uma circuladeira de trezentos metro. Onde ele dava o cardume de pirarucu, ele cercava. Malhadeira da grossu, a linha nessa grossura. Não tem pirarucu que arrebente. Hum Pegava tudinho. E não era proibido. que ele só tira a carne. O o miúdo que aproveitava, jogava tudo Não servia, não servia. Agora, não. Olha, meu filho foi de repente. Já tem com filho, já tem Olha aqui, chocou. Tem um aqui, tinha no presídio ali. Eu tinha cinco. Fugiu quatro. E agora, com essa chuva aqui, depois não saiu.

O menino tira ele abraçado. Já estava grandão, assim. Mas a deu a enxurrada, ele tá bo Estava na natureza. Está aí, deixa ele estar aí.

Não, aqui, olhe aqui toda essas mulherada.

Ela funciona até que <laughs> Demora ali do vizinho as filha dele. Então é fácil. vai funcionar. Olha, só arrebitar ali aí, puxa. rarrr A gasolina tem vela. A vela é que dá o o fogo para explodir, né? Puxo para lá. Agora agradou aí só vai. Você quer dobrar para cá, para ali ela Você quer dobrar para ali ela

Pois é, minha senhora, então, aí é é essa, é esse essa coisa que a senhora falou, que eu não quero que aconteça mais. Porque, olha, no meu tempo não tinha tanta gente como tem agora. Ali naquela comunidade tem, o eh são oitenta crianças. Tudo para comer. E se a gente acabar? Para onde vai? Vai invadir terreno do Tivemos reuniões, ele disse assim, preserve o que tem no seu terreno, para você não invadir terreno do outro. O que tem no seu terreno, preserve. A madeira, a caça, o peixe, para depois você não ir mexer do outro. Um bom conselho. E o pirarucu? é o pirarucu? O pirarucu está liberado para anzol e para arpão, mas para circuladeira está proibido mesmo, é proibido. Olha, esse foi de arpão. Então, o que que acontece? Voltou e ela ela está em todo o canto. Juruti Velho, eu perguntei lá para um amigo, E aí, rapaz, que deu certo aí a preservação. Rapaz, deu certo! Agora a gente já vê peixe, que quando não era proibido, vinha o pessoal de Parintins com arrastão. Passavam semana, enchiam as caixas, freezer O pessoal ficava. Agora não, não vai lá porque eles... Você vai correr de lá. Porque tem por toda canto, tem os fiscais, né? Meu filho aqui é o fiscal. Ele tira a malhadeira, teimoso que só.

E essas águas aí, tem algum segredo?
A água tem segredo, tem.
Dá para contar para
Dá para contar. Porque a senhora sabe que aqui é uma reugi região nossa que tem as fontes de água. Aqui nós não temos necessidade de beber lama. Porque tem um garapé grande que passa bem na frente da da comunidade e a senhora pula na água a tempo de verão. Êhh Eita! Aquela água tão linda que é uma beleza. Aqui atrás do meu re terreno tem outra fonte de água mineral. Água limpa, bonita. Então, a gente não tem necessidade dessas coisas. Porque temos fartura de água. a Água boa. Água Lá tem poço. Toda Ali, ali a vizinha tem poço, aqui nós temos o poço. Uma água limpa, boa. Agora aí fora, não. Esses moradores lá, de fora, eles têm um poço. Porque a água do garapé é suja. É muita da correnteza, suja. Eles tiram a água do poço. Nós a que tem aqui. É porque a senhora já vai, senão nós íamos passear aqui, ó. Tem outra casa ali. Bonita lá, tem piso, tem tudo.
E para navegar aqui nesse nessa nessa região, tem algum segredo?
Nem é bom a senhora se lembrar disso. Quando é mês de outubro, a senhora vai pegar o o, a condução na beira do Garapé Grande, lá. Que fica tudo terra. <laughs> Para ir ali para o Retiro, vai por aqui, ó. Tudo terra. O Renato pega o cavalo e pessoal daqui é tudo por terra, porque fica baixo. Agora eh, agora mudou, como a senhora falou, a rabeta. Porque quando quando fica a canoa para lá e levam para lá, porque é é rabeta. Facilitou por isso. Eh Mas quando seca muito, porque não pode entrar rabeta, é tudo por terra. Eles pegam ali, pulam por terra e Espinho, espinho, espinho, espinho, espinho. Se a senhora viesse no verão, conhece o juqueri, É uma ma, uma erva desse tamanho, espinho é assim, ó. Espinho, espinho, espinho. Se a senhora pisa, pelo amor de Deus. Então é isso, a dificuldade aqui. A Agora, facilitou porque já é por ali, ó. Ó, está aí o meu filho já. E fui este ano, de de de nove, né Dois mil e nove que apareceu essa facilidade. Mas de antes era só por aqui.
E nessa parte que vai enchendo e e diminuindo, rabeta e canoa é igual?
É, é igual.

Não tem diferen Olha, essa cabeceira, acho que é terra. A senhora está vendo? Fica tudo terra. Tudo terra. Tem o riacho aí. Fica terra, essa praia grande. Para ir lá para a cabeceira é por terra. Bora por terra, êh tudo por terra vai Agora não. Se fosse no mês de outubro, a senhora ia andando até chegar lá.
E aí só começa a encher quando?
É quando começa a encher. Ela começa a encher no mês de dezembro. Ah Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Quando é junho ela Aí para a recua. São seis meses de de enchente e seis meses de de vazio. Aí fica terra, fica bonito tudo.

Está bom. Olhe, é prazer a gente estar por aqui porque, olhe, uma palestra dessa é gratificante. Porque a gente tem como responder e tem como perguntar, né. Eu já fiz lhe fiz algumas perguntas, mas até fico embaraçado. <laughs> É aí a gente explica e pronto. Quer dizer que aprendeu numa palestra dessa. Vale a pena. Vale a pena. Para mim

Então, agora, a senhora é. Meu nome? Não, é da onde? Eh São Paulo?
Do Museu da Pessoa, eu nasci e mo, e sempre morei em São Paulo.
São Paulo, eh, eh, São Paulo. Morei um pouquinho no Rio de Janeiro, mas depois voltei. Qual é a maior? São Paulo ou Rio de Janeiro?
De cidade, São Paulo, né?
São Paulo, é. Eu tenho um sobrinho que mora em São Paulo. Ele me disse que de lá da onde ele mora para chegar. Bota lá no pau, meu filho, olha ainda como é bonito. Para chegar lá no aeroporto é uma hora de ônibus.
Dentro da capital. Pois é. É longe.

Não, o meu sonho é que vocês continuem isso. Porque isso é, é uma coisa que vale muito. Porque essas histórias são esquecida São esquecidas. Tem gente aí que não sabe contar uma história dessa.

Porque não é curioso. O que faz a senhora aprender as histórias é a senhora ser curiosa, querer saber.
Se não querer, deixa para lá.
Eu sou assim, eu sou curioso. Eu pego uma revista na televisão. Tudo isso é uma escola para a gente.

Então, as histórias ela. Olhe, a a as histórias, elas estão dentro dos livros. É como a senhora vai agora imprimir um livro, essa história vai ficar dentro do livro. E vai passar para esse, vai passar para aquele, tudo vai saber. Não vem aqui, mas para onde ele for lá, a história é registrada. Então, as histórias, elas estão dentro das letras dos livros. A Bíblia Sagrada, por exemplo, a senhora quer saber uma história do começo do mundo, lá dentro das letras. A senhora pega, ah agora eu sei como é. Por quê? Porque teve alguém que escreveu. <laughs> Para alguém saber, a senhora tem que. É o que está aparecendo As histórias estão sendo. Eu gosto de de apreciar as histórias. Então, valeu a pena, gratificante. E nós estamos por aqui. A senhora querendo aparecer e e se lembrar de mim. Ah, eu vou lá. <laughs> Com certeza. <laughs> E para nós também, viu Não deu para a gente ir lá no gado porque a senhora quer ir.
Nós vamos lá. Não, nós vamos lá ainda e E o senhor vai ser assim, a sua história vai ser um uma fonte de conhecimento para muita

A gente tem que conhecer. Olhe, olhe, a senhora não chegou nem na metade.
Quem sabe a gente faz uma outra. Eh. Um outro volume depois?
Nós precisamos passar para para para a natureza. O que tem de valor a natureza? A senhora sabe o que tem de valor a natureza? Qual é o valor dela para nós? Por isso que a a lei da preservação da do meio ambiente, ela luta por para para preservar a natureza. Por quê?
Porque é vida, né? É
É vida! É vida e olhe Muitos produtos vêm aqui. Olhe, chegou aqui o o técnico do, da mineração. Ele é agrônomo. Técnico. Trabalha lá.

Chegou aqui, viu bem aqui né, essa árvore. O Ipê. Disse ah rapaz Mas isso é um grande remédio. O remédio da gastrite, né o O remédio da, eh, da, do sangue.
Isso é um grande remédio.

Para o, para esse que dá na junta, como é?
Reumatismo?
Reumatismo. O chá da casca. Viu? Nós temos a carapanaúba Nós temos a. Lá em Manaus, o cara foi des, ele foi desenganado do médico. Olha, rapaz, era gastrite Úlcera. Era úlcera. Vai morrer na tua casa, rapaz. Não tem mais jeito. Aí ele foi para casa, tinha um embrulho de folha de casca sacaca. Na natureza tem muito aí. Aí ele disse para a mulher dele assim, olha, faz um chá dessa casca. Eu quero morrer bebendo essa casca. O médico me desenganou. Aí ela pegou e fez um um chá. No primeiro, segundo dia, ele Com oito dias, ele voltou no médico. O médico enxergou e disse, rapaz, ainda não morreste. Disse, não, doutor, já bem melhor. O que que está acontecendo? Não Eu vim para o senhor fazer um exame novamente, porque eu me senti muito melhor. O médico botou, fez o exame e disse, rapaz, não sei o que está acontecendo. Eu sei que está tudo sarando, está tudo preto, está sarando. Olha só Aí ele disse, e o que tu está fazendo? estou tomando um chá. Viu? Ele tomou um ano, com três anos, Só com a casca sacaca. Então, a natureza, ela tem as folhas, tem a ceiva, conhece o mururé? Conhece o mururé? <laughs>
Conhece o mururé? Não
É um leite. É bom para reumatismo, viu? Conhece a casca preciosa? É bom para insônia. Se nós fôssemos passar para a natureza. Olhe, é por isso que eu não consinto cortar essas árvores. Na história diz, não não ofenda. Isso ela é vida. ela é vida. Preserve a vida da natureza. Por quê? Porque a a a a a natureza... Ela preserva a terra. Não deixa a terra se seca. Não deixa a terra acabar o hormônio dela, não. Ela assombra. Ela Ela puxa. Ela, ela a A noite, ela desprende o o o aroma dela. É vida. Na cidade, é só <laughs> Aqui, a natureza Olhe, quando é tempo das flores, a senhora chega numa floresta dessa, é um aroma agradável, porque todas elas estão de flores. Esse pau d'arco da rua que é uma beleza. Nós temos essa planta, ó. Aquele é o lírio. Lá está plantado ali. Isso dá um aroma que é uma beleza de noite. Preserva a terra. Aquela ali, a senhora está vendo? A vassourinha. É o chá da próstata. Hum. O chá dela. Teve um homem que foi desenganado do médico, ele passou tomou três meses, ficou bom.

Com certeza a gente poderia ficar aqui mais um bom tempo.
Ah, mas ah tem muita coisa.
Precisar encerrar agora. É, é E mais uma vez, muito obrigada, viu seu

Está à disposição da senhora.